E para começar a gente queria saber eh que você ãh o seu nome, local e data de nascimento completos.

E hum a data de nascimento é um pouquinho antiga.

E agora contando um pouquinho da sua origem, né? Você poderia falar o nome de seus pais e de seus avós?

Esses meus avós, por parte de pai, são espanhóis. Meu avô era engenheiro civil e veio para o Chile contratado para trabalhar na linha de ferro. Então tem um monte de... trens que passam pelos cálculos <laughs> que meu avô fez. Inclusive, esse avô meu eh tem um uma estátua em um lugar que em Santiago se fazem as exposições aéreas. Aí tem uma estátua de Solano Solano.

Lá no Chile, a gente nasce com um nome e morre com o mesmo nome. Então não tem nada de pegar sobrenome de marido, nada dessas coisas. A gente nasce com um nome e morre com o mesmo. Eh O sobrenome do marido só se pega socialmente. mas em nos documentos não consta em nada.

E que mais você lembra da atividade profissional dos seus pais e dos seus avós, né?
Olha, dos meus meus avós, eu não conheci nenhum dos dois. Só sei das histórias pelo que me contaram. Minhas avós, eu conheci as duas. As duas eram donas de casa. Não tem nada muito especial, porque... Bom, para come morreram quando as duas. Eu tinha onze anos com uma e doze anos com a outra. Mas eu lembro muito bem delas, muito bem. A espanhola era muito brava (rir enquanto fala) - transcrição normal - e a chilena era muito amorosa. A espanhola era amorosa também, mas era bem rígida. Muito brava? Brava, rígida. Sabe que ela ficou viúva muito nova. Meu pai tinha sete anos quando meu avô morreu. e tinha mais acho que eram dois ou três irmãos mais novos então minha avó ficou com sete filhos viúva com sete filhos e meu avô já era viúvo quando casou com ela então tinha mais três filhos de meu avô do primeiro casamento dele então no fundo ela ficou viúva com dez e deu profissão para todo mundo Naquela base <laughs> Já pensou? Dar profissão para dez filhos não deve ser fácil. Lá no Chile nunca, até hoje, não se usa muito esse negócio de estudar e trabalhar. Ou a gente estuda ou trabalha. Mas isso de estudar e trabalhar, fazer faculdade à noite, acho que isso está começando agora recentemente. Porque isso não se conhecia.
E da atividade profissional dos seus pais, o que você lembra?
Eu lembro tudo. Minha mãe era professora, parece que muito boa, as alunas adoravam ela. Nesses tempos eram colégios femininos e masculinos, então minha mãe só teve meninas, de alunas. Todo mundo adorava ela, quase todas viraram comadre dela, madrinha de casamento de todas elas, e a maioria casava e dava um filho de afiliado para ela, com meu pai. Quando ela casou, as aluna que ela tinha nesse ano que ela casou não gostavam do meu pai. Não podiam ver ele porque iam roubar a professora dela. delas. Então, mas depois ficaram, todo mundo ficou amigo. Meu pai era contador geral. Eu não sei como explicar isso, porque isso já nem existe mais no Chile. Era um tipo de previdência. Lá no Chile tinha dois tipos de previdên, três tipos de previdência. A previdência particular, empregados particulares, a previdência pública, exclusivamente de funcionários públicos, minha mãe era pública, por exemplo, como professora, e a previdência obrera, que seria dos obreiros. Acho que hoje isso está tudo unificado. Eu não tenho certeza se a obreira também entrou quando se unificaram as outras duas. Bom, e nessa previdência particular, meu pai, quando ele se aposentou, ele era contador geral para todo o Chile. Então, ele se aposentou com esse cargo. E lá no Chile, nessa época, não sei, hoje eu faz quase quarenta anos que estou aqui no Brasil. Nessa época era muito comum que a gente empregasse e e pensasse num emprego e morresse no mesmo emprego. Então acho que meu pai, os trinta e cinco anos de serviço que ele teve, foi sempre empregado da, se chama. Não sei o que mais poderia falar, porque eu vi sempre ele feliz da vida com isso.
E como que ele e sua mãe se conheceram? Eu vi que eles moravam em cidades diferentes
Né diferente. É assim, minha ãh meu pai tinha uma tia, que era professora na cidade de Talca, porque minha mãe nasceu em Santiago, mas meus avós... e meu avô tinha fazenda em Talca, e aí foram a morar em Talca depois de uto para cuidar da fazenda dele e E nessa cidade tinha uma professora que foi fez amizade com minha mãe e que era tia do meu pai.

teve um congresso de professores na cidade de Valdivia. E meus avós eram terrivelmente estritos, não deixavam a minha mãe sair com ninguém para lugar nenhum. Mas como ela ia com essa senhora, que era uma senhora respeitável, deixaram minha mãe ir a esse congresso na cidade de Valdivia. E aí conheceu meu pai. porque foi apresentado pela própria tia. Aí, eu não sei como foi bem na história, mas meu pai se apaixonou por ela. Minha mãe ficou quinze dias em Valdivia e depois disso começaram a se corresponder. Tudo por correspondência. Aí tinham marcado o casamento e tudo, e meu avô, por parte da minha mãe, morreu. Então não poderam casar, porque nesse tempo tinha que ter dois anos de luto, dois anos de não sei quê, dois? Se passaram sete anos para que eles casassem, <sighs> ãh Já pensou? Depois de sete anos, meu pai veio de Valdívia para Talca, casaram e ficaram em Talca. Meu pai já trabalhava em Valdívia na caixa de empregados particulares. Aí ele veio, conseguiu transferência para a cidade de Talca e pronto, casou e ficou. Aí nós somos três irmão Os três irmãos nascemos em Talca.
Você é a do meio, a mais nova? A
A mais nova. Eu tenho dois irmãos mais velhos.

O mais velho já morreu, eh Um cinco anos mais velho do que eu e o outro quatro. Dois homens? Dois homens. E um

Bem mimada.
<laughs> E como é que você lembra da sua infância com seus irmãos? A
Ai, que que saudade. A coisa mais linda, eu eu duvido de que alguém tenha tido uma infância mais linda que a minha. Duvido. Para começar, meus pais eram muito amorosos e nós fomos três irmãos muito, muito grudados uns com os outros. Eram severos, não podíamos sair muito na rua porque nós morávamos em uma chácara que era da minha avó, mas que não estava em um bairro muito bom do ponto de vista dos pais, né? Então não nos deixavam dar um passo na rua, também não precisávamos. chacra que tinha quarenta e cinco metros de frente por noventa de fundo. Então a gente andava de bicicleta, fazia arborismo. Nessa época não se conhecia nada dessas palavras, arborismo, não sei o quê, não sei quanto. Mas nós fazíamos tudo isso. Eu tinha uma casa de bonecas em cima de uma árvore que meu pai tinha mandado fazer para mim, onde eu subia até com o cachorro, empurrava <laughs> o cachorro para cima, o cachorro subia. Aí depois para descer o cachorro tinha que vir a família inteira, né? Empurrar para cima era fácil <laughs> mas descer um cachorrão pastor alemão não era fácil <laughs> <laughs> transcrição normal - Então... Aí dava bronca.

Essas eram as broncas de meu pai. E a bronca de minha mãe era só olhar. Minha mãe olhava, a gente tremia nas bases. <laughs> - transcrição normal - Mas era como boa professora Mas, nossa, eu tive uma infância maravilhosa, uma juventude maravilhosa. Como que eram as as brincadeiras principais que você fazia com seus irmãos? Bom, com meus irmãos... não tinha mais mulheres em casa. Então, não se eu não brincava com meus irmãos, eu ficava sem brincar. Então, era de índio. Me arrastavam, pelo chão, amarravam até que vinha o um mocinho a me salvar, que era outro irmão, um era o bandido, outro era o mocinho. De vez em quando, conseguia convencê-lo de que brincássemos com uma boneca. De repente, as bonecas saíam voando. Eu subia em cima do teto da casa, junto com ele, para... Não se como Não pera ah, brincar com pipas, hum, eu não sei como se chama. Sim, pipa Com pipa. Ai a gente. Eu era campeã para <laughs> pião. Tudo que era brincadeira de homem eu sabia fazer, tudo. Se não, não podia brincar. Eu tenho uma amiga que morava no outro quarteirão, que era filha era afilhada dos meus pais. Crescemos juntas, elas dois anos mais velhas do que eu, que também eram três irmãos, dois homens e ela Eu acho que nossos avós vieram todos juntos da Espanha, porque são amigas da família da vida inteira. Ela é madrinha da minha filha mais velha. Então, era assim, éramos sempre os seis, as duas mulheres e os quatro homens. Futebol era campeã para segurar bola, porque sempre estávamos atrás de um em um lado e no outro.
E a casa, como é que era? O que você lembra da casa? Era o mesmo quarto que vocês dormiam, os três irmãos?
Não, era uma casa enorme enorme Nem meus dois irmãos moravam eh dormiam no mesmo quarto. Cada um tinha seu quarto. Olha, era assim uma casa bem antiga. As paredes... se chama adobe aham em espanhol, eu não sei aqui, pa eh paredes de tijolo de barro uhum seco, com com palha no meio, assim eram as paredes. Enorme de grande, super mal distribuída, casa antiga que, sei lá, ninguém, os arquitetos da época parece que não tinham muita noção de como que as coisas podiam ser feitas. Então a gente entrava, era um corredor assim, mas a primeira porta desse lado era o dormitório dos meus pais. Essa porta do lado de cá já era uma sala enorme de grande que era Essa sala se abria só quando tinha visitas importantes ou no aniversário da minha mãe ou do meu pai. Era muito grande para começar, muito grande. Aí tinha um piano onde a moça aqui tocava. E continuava uma galeria. Depois do quarto dos meus pais tinha um banheiro, que seria o banheiro deles, mas que não era suíte. Eles tinham que sair para entrar no banheiro. Depois tinha uma salinha pequena onde minha mãe jogava baralho com suas amigas toda quinta-feira. E depois tinha um comedoro, uma sala de jantar com uma mesa para vinte e quatro pessoas. A gente jogava até pingue-pongue nessa mesa, pa pa eh para você ter uma ideia. Aí essa sala de jantar tinha uma janela, não sei se se chama um torno, uma coisa assim que gira. Não sei como se chama. Antigamente isso se usava até quando nos colégios de freiras, nos orfanatos deixavam abandonado um sim neném Aí giravam isso e encontravam um neném do outro lado. Bom, na minha casa se usava isso porque depois estava na cozinha. E como era, teria que sair da cozinha para entrar na sala de jantar para para servir à mesa. Essa essa sala de jantar se usava só quando tinha visitas também, vinte e quartro pessoas. Então colocava a cozinheira na cozinha, os pratos, e a copera pegava na sala de jantar pelo torno para ir colocando na mesa, porque lá no Chile Hoje não sei, mas antigamente os pratos vinham pronto da cozinha. Não tinha travessa, ninguém se servia sozinho. De vez em quando se usava aparecer com uma travessa grande acima e na mão da empregada para servir o que lá no Chile se usa muito, que se chama servir a francesa. Então, se vai. A empregada que vai colocando no prato de cada pessoa. Ninguém se serve sozinho, não está na trave Eu acho que isso deve continuar, porque como é um clima frio, a comida se esfria. Então não tem, nessa época que eu estou contando, micro-ondas, não sei nem pensar que um dia tem micro-ondas para esquentar comida, né?
E como é que era o cotidiano da sua casa? eh quando que você entrou na escola, que que como que era? Acordava?
geralmente era um cachorro que acordava a gente. Minha avó soltava o cachorro e falava, acordar a criança. E o cachorro pulava de cama em cama. Até que nós saíamos da cama, o cachorro não ficava quieto. Aquele cachorrão que eu empurrava para cima da árvore. Bom, era muito puxado, porque eu ia na escola oito horas da manhã, voltava meio dia para casa, almoçava e ia para a escola de novo. até às cinco da tarde, isso segunda e terça. Na quarta-feira tinha aula de manhã, e de tarde se supunha que era uma uma tarde esportiva, era para o esporte, a tarde livre. Só que no meu caso, no nosso caso, dos três irmãos, íamos para o conservatório, porque estudávamos, o irmão mais velho e eu estudávamos piano, o outro estudava violino. Aí quinta e sexta o dia inteiro na escola de novo. E sábado de manhã tínhamos aulas e à tarde íamos para o conservatório de novo. Só tínhamos folga domingo ãh E havia que estudar muito. Minha mãe era muito exigente com as notas. as notas são de um a sete. E a gente, olha, até quando tiravam seis, minha mãe já ficava séria. Porque ela falava que a gente não tinha mais nada para fazer a não ser estudar. A obrigação de vocês é só estudar. Então, eu não aceito nota ruim. Minha obrigação é dar comida, vestir. Vocês e tudo, eu cumpro com minhas obrigações. Então, vocês têm que cumprir com a de vocês, estudar. Então, era bem severo. Fora das lições de casa, tínhamos que estudar um instrumento que estávamos estudando, porque esse instrumento não era assim para nos divertir, não. No fim do ano, tínhamos que prestar exames no Conservatório Nacional de Música, porque a intenção era que éramos todos concertistas. Minha mãe tocava piano muito bem, meu pai tocava violão muito bem. Então era eh queria que

Montes! Os três irmãos somos nascidos em setembro. Eu no dia primeiro, meu irmão mais velho no dia três e o outro no dia dez. Então era uma festa de aniversário só para os três. Então eram era a única pessoa que tinha festa de aniversário, meninos e meninas. Porque nessa época era meninas, só tinha meninas convidadas e meninos, só tinha meninos. Na minha casa não, como éramos três, éramos meninos e meninas. Então tinha sessenta criança. Meu pai era um bote, se chama no Chile, de sorvete. caixas, engradados e mais engradados de refrigerante. A empregada cozinhava com uma semana de antecedência, começava a preparar as coisas. Minha avó, minha avó vinha de lá de Valdivia, oitocentos quilômetros, que é só para o aniversário nosso. E fora disso, aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe, santo. Lá no Chile se usa muito cumpri essa eh hum festejar o dia do santo. Então me o santo do meu pai, meu pai era assim, meu pai se festejava no aniversário dele, vinte e

Então é uma festa assim, era uma festa enorme.

dançavam até. Meu pai com minha mãe eram bons de dança. Eles que nos ensinaram a dançar aos três filhos. E a gente, já quando éramos quando éramos crianças, não podíamos participar da festa dos adultos, não. A gente ia dormir. Como qualquer dia. Só podíamos dar umas espiadas, mas criança não ficava no meio. E depois, já com mais adolescentes, aí já participávamos, nossa! Vai, dançávamos até, até o dia raiar. Imagina, quando eu casei, ficou a festa três dias. O chileno é bom de festa, <laughs> meu filho. Nossa, eu estava no aeroporto, liguei para casa dos meus pais às onze da manhã do dia seguinte. Tinha tanto barulho na casa, eu falei para a minha mãe, mãe, o que que está acontecendo aí? Tem umas sessenta pessoas para o almoço, falou. Eu quase que desisto de viajar e volto para casa, melhor estava melhor a festa. <laughs>
E voltando um pouquinho, como que era na escola? Como que era o seu o seu cotidiano na escola, os amigos, os estudos?
Acho que não tem um grande diferença. Não era colégio de freiras. Meus irmãos estudavam em colégio de padres. E... Quais eram suas lembranças principais dessa época de escola? Minhas lembran... Nossa, que eu me divertia muito. Eu era muito bagunceira, era muito estudiosa. Mas era muito bagunceira. Minha mãe sempre falava que nunca tinha me mandado embora da escola só porque ela pagava. Porque era bagunceira demais. Só que me chamavam na lousa e eu sabia tudo. Eu entrei no colégio Direto na terceira série, porque minha mãe em casa sempre nos ensinou. Os três irmãos entramos para a terceira série no colégio. E já entrávamos logicamente sabendo ler, escrever, sOmar, restar, eh multiplicar e dividir as quatro operações. Sabíamos ler e escrever. Então, eu saí do colégio com quine anos recém-feitos, eu prestei a prova de atitude acadêmica com, não, eu fiz com quinze anos o último ano, que lá no Chile são doze anos de colégio, não são onze, são doze. Em setembro eu fiz dezesseis anos e em janeiro eu estava prestando a prova de atitude acadêmica, ah que aqui se chama vestibular, né? E meus irmãos também, todos entramos na faculdade com dezesseis anos recém-feitos. Mas lembrança de colégio, assim fora de que eu detestava a freira que nos dava aula de francês, não lembro é mais nada. <laughs> Detestava.

Ah, era muito chata, sabe? Essas freira chata, chata, chata. Eu brigava com ela.
E o piano, e esse desejo todo de formar banda familiar, não, eh deu
certo, não deu... <laughs> Esse desejo de formar banda familiar, foi eu fa falei só brincando, ah sim, porque nunca nunca se pretendeu, <laughs> mas Eu com meu irmão que toca violino, até hoje tocamos juntos piano e violino quando a gente se encontra. Porque agora, por exemplo, já faz hum não sei, dois dois anos que eu não vou para o Chile. Provavelmente vai a agora em janeiro. Mas a gente continua tocando junto. Meu irmão mais velho morreu. Meus pais morreram mas Com minha mãe tocávamos piano a quatro mãos. Meu pai nos acompanhava em violão.

Como eh nesse tempo não tinha televisão, a coisa era assim. A gente acabava de jantar e meu pai falava, bom, passemos na sala porque vamos escutar música agora. E aí era festa. Era música, era um tocava, o outro empurrava. Eu sempre me lembro do meu irmão mais velho, que era muito brincalhão. Eu estava sentada assim no piso do piano, tocando, e ele entrava por aqui, me empurrava, me empurrava para o lado, e ele continuava tocando ele, o mesmo que eu estava tocando. Então, era muita brincadeira. Meu pai pegava o violão e começava a acompanhar-nos. Nossa, minha família era um um Eu queria ter criado meus filhos dessa maneira, sabe? Só que meu marido é mais sério, meu marido é mais compenetrado. Não era tão brincalhão. Meu pai era uma farra eterna. Meu pai era uma farra eterna. Minha mãe era mais séria, mas meu pai era uma eterna farra.
E nessa época de juventude, os seus amigos, eles eh eram os amigos da escola? Quem eram os seus amigos? O que que vocês faziam para se divertir na época de adolescência?
juventude. É, era era hum eh da escola, hum brincávamos demais, porque os amigos dos meus irmãos eram também da escola. Na cidade de Talca, quem estudava no colégio de Freiras, aqui, As mulheres, os homens iam ao colégio de padres aqui, na mesmo na mesma rua. Então era assim. Todas minhas amigas tinham irmãos que estudavam <laughs> em nesse colégio. <laughs> Então meus irmãos eram amigos das dos irmãos dela. Jogávamos bola, jogávamos... Já mais mais mais juven mais adolescente, já tínhamos outras atividades. Por exemplo, meu irmão mais velho estudava, fazia equitação. Meu outro irmão, porque o colégio deles era um colégio que se dedicava muito ao esporte. Meu outro irmão era bicicleta. Ele era doido por bicicleta, não por corrida. Faziam pirâmides com bicicleta e faziam umas apresentações no final de ano. Muito bonito. Então, todo mundo ia para a apresentação de ginástica desse colégio. Meu irmão mais velho se dedicou muito à Porque ele teve um, levou um golpe em que ele perdeu a mobilidade desse dedo, então já ficou difícil para ele tocar piano. E aí ele já gostou mais disso e saltava, ele faz fazia esse tipo de coisa. E meu outro irmão era um pouco mais quieto e eu era doida por fazer equitação também, nunca me deixaram porque falaram que não era para menina, isso era só para menino.
E como que era isso?
Não rolavam os namoros entre os meninos da escola, ah, e as meninas da... Eu acho que eu namorei todo mundo do do... <laughs> Todo o colégio, todos os amigos de meu irmão mais velho, da faculdade. Porque a gente começava a namorar mais velha, não é, como ele era cinco anos mais velho do que eu. Quando eu tinha quinze, dezesseis anos, ele praticamente já se estava formando. E os colegas dele eram mais velhos do que ele, porque ninguém entrou na faculdade tão novo como nós. Então era todo mundo mais velho. Ele namorava minha amiga, eu namorava Mas é que nesse tempo também se namorava tomado de andar a mão e com um beijinho de vez em quando. Eh Se fosse hoje, já pensou o rolo. Não, nunca tivemos ciúmes uns dos outros, pelo contrário. Agora, festas, por exemplo, eu não poderia ir a nenhuma festa se hum se algum, pelo menos um, dos meus irmãos me acompanhasse. Então, é assim, pai, tem uma festa, eu posso ir, fale com seus irmãos. Se seus irmãos lhe acompanham, pode ir. Sozinha não pode. Então muitas vezes eles tinham os compromissos dela, mas meus pais nunca ficaram sabendo disso. Eles tinham os compromissos dele, então saíamos os três juntos de casa, eles me deixavam em na minha festa, depois iam me pegar na minha festa, mas eles por enquanto me deixavam sozinha e eles iam para a festa deles. Mas meus pais nunca souberam disso. Se não, estávamos fritos. <laughs> E... Nos dava bronca os três. E a faculdade era na mesma cidade? Ah aí, quando foi a faculdade, já estávamos todos em Santiago. Ah, Porque foi assim, meu irmão mais velho foi para Santiago. Primeiro, minha mãe quase morreu, porque ficou na faculdade em Santiago com dezesseis anos sozinho. Aí, foi para a casa de uma amiga do peito da minha mãe. No ano seguinte, foi outro para a faculdade. Minha mãe falou assim, não, chegou a hora de ir embora para Santiago. Eu não vou deixar os dois. Aí com dois também não podia ir para a casa de amigos. Hum... Então minha mãe falou, vão a ir para uma república. Será que vão ficar bem alimentados? Aquela coisa toda de mãe. Aí conversaram com meu pai e minha mãe falou, chegou a hora de ir embora. Vamos todos para Santiago. Minha mãe já estava aposentada. Meu pai não. Meu pai ainda... Trabalhava. Então foi minha mãe para Santiago com meu pai. Compraram uma casa lá e nos mudamos. Minha mãe e os três filhos. E E uma empregada. Uma empregada que fazia mais de trinta anos que trabalhava em casa. Hum... Então minha mãe carregou a empregada também. Aí meu pai ficou em Talca. Eram três horas de viagem de de ônibus. Naquela época eram os ônibus que achavam que era a oitava maravilha do mundo para a época, se chamavam aerocos. E meu pai ia toda sexta-feira e voltava domingo de noite, segunda-feira ele tinha que trabalhar. Na sexta-feira, ele ia de noite, depois que saía do escritório, mas eh no domingo ele voltava. Ele ficou assim, Um ano e meio, mais ou menos. Que se demorou em ele conseguir a transferência dele, hum, para Santiago. Ao todo Então, minha mãe já estava aposentada porque minha mãe se aposentou por doença. Minha mãe era hipertensa. hipertensa assim no máximo. Vinte e cinco, vinte e trinta, um monte de vezes. Então assim, assim pegou a aposentadoria muito... muito nova, não, faltava muito para ela se aposentar ainda quando ela já se aposentou, uhum, por doença. Então meu pai ficou em Talca um ano e meio, mais ou menos, até que conseguiu a transferência dele para Santiago. Era difícil, uhum, não era tão fácil assim. Mas minha mãe não queria deixar seus filhos sozinhos, então o que passava? Muitas vezes minha mãe vinha, meu pai ficou morando no hotel, num hotel espanhol, logicamente. Ele era filho de espanhol, então ele foi morar num hotel que era... A dona do hotel era amiga da minha avó. Hum... E... E minha mãe ia, uma vez por mês, ficava uma semana, duas semanas com ele. Nós tínhamos aquela empregada antiquíssima. Então, para nós, a empregada era mais importante que minha mãe, porque a empregada cozinhava uma delícia e minha mãe nem sabia cozinhar. Ela falava que o calor do fogão fazia mal para ela por causa da pressão. Então... Ah... <laughs> Ela não fazia nada.
E aí começou então a vida em Santiago. Aí você
Aí começou. Aí eu terminei em Santiago. Meus irmãos já estavam na faculdade. E eu terminei em Santiago o segundo que lá no Chile estava naquela época dividido assim, preparatórias, seis preparatórias e seis humanidades, uhum, que se chamavam. Uhum. Ãh E eu cheguei a Santiago no terceiro ano, terceiro, quarto, não, quarto, quinto e sexto. Eu fiz em Santiago o quarto, quinto e sexto ano de humanidades. E sentia falta de Talca? No começo, sim, mas aí já comecei a ter amigas, minhas amigas, que somos amigas até hoje, mais de E aí então terminou o segundo grau e já entrou no... E aí Já entrei na faculdade, entrei na faculdade, não, não entrei no secretariado, não. Eu fiz seis meses de química e farmácia. E não gostei. Eu era muito boa para química, muito ruim para matemática. Hum... E eu não sabia, eu achava que química e farmácia era só química. Aí não gostei, e aí... Me retirei. Prestei vestibular de novo e entrei em secretariado, que são três anos. E aí depois você trabalhou com secretariado?
Trabalhei como secretária até que eu vim para o Brasil. E nessa época da faculdade, quais eram, assim, já aí, você já estava mais jovem, as principais atividades, os amigos, os namoros?
Ah, é normal. Todo fim de semana, festa, dança. Minha mãe tinha uma maneira de ser muito diferente da época, da gente da época. Então, se eu estava um domingo em casa, por exemplo, a minha mãe olhava para mim e falava, mas o que que você está fazendo um domingo aqui em casa? Imagina se eu, com dezessete, dezoito anos, ia estar em casa num pleno domingo. Sai, não tem um amigo, não tem uma paquera que te convide para ir tomar um lanche, para ir ao cinema? O que que está fazendo aqui? Então a gente sempre tinha que sair de domingo, <laughs> porque senão minha mãe se espantava. saíamos muito as amigas também, nos juntávamos para ir ao cinema. Aí eu comecei a trabalhar com dezenove anos. E também já começamos a fazer amizade nos escritórios, já tínhamos um monte de amigos. Lá no Chile a principal atividade naquela época, não sei hoje, quando eu vou continua, mas eu tenho a sensação de que é porque eu estou no Chile tem que me agradar. Mas naquela época a principal atividade da gente jovem era se juntar para dançar. Morria alguém, a gente fazia festa para que o amigo esquecesse que tinha morto o avô, o tio, sei lá o quê. Aniversário, dança. Tudo era motivo para dançar. Como eh meus irmãos casaram, mais ou menos novos, meu irmão mais velho era muito estudioso, ele começou a sair muito com bolsas de estudo fora do Chile. Então ele esteve dois anos na Alemanha, voltou, foi dois anos nos Estados Unidos, voltou, casou, foi para Costa Rica de novo, tudo bolsa da ó ê á, sei lá o quê. E e meu outro irmão casou novo com uma colega minha de escola. Ele quando ele nem se tinha formado ainda quando casou, o que é uma coisa muito rara no Chile. Todo mundo lá no Chile casa depois que está formado. Antes de formado, difícil. Mas meu irmão casou. Meu irmão lá no Chile... Meus dois irmãos são engenheiros comerciais, que equivaliam mais ou menos aqui a um economista, mas não és não são economistas. Então, eh estava, eh são cinco anos, ele estava no terceiro ano, passando para o quarto ano, quando casou. Minha mãe quase teve um ataque, meu pai também. Tiveram que sustentar ele e mais a esposa dele, porque ele não tinha dinheiro ainda. Então, tiveram que sustentar a esposa dele, porque ele queria abandonar a profissão para trabalhar. Aí meu pai falou, mais de jeito nenhum, sustento todo mundo, mas você se forma. Então se formou. Mas aí então era assim. Eu tinha minhas amigas, vamos fazer uma festa no no sábado. Eu falava, tudo bem, pode ser na minha casa, porque meus pais nunca dizem que não. <laughs> Então, na minha casa, todo fim de semana estava lotada de gente. Isso na época de escola e na época de trabalho também, porque aí já foram os grupos de meus companheiros de traba, de escritório. Todo mundo ia para casa. Aí meu irmão mais meu irmão que estava no Chile, eu ligava para ele e falava assim, vai ter festa no sábado, ah novidade. <laughs> Aí eu falava assim, você chega aqui como que está vindo a visitar meus pais, a festa já vai estar Aí eles chegavam, ele e minha cunhada, chegavam. <laughs> Eu não sabia que tinha festa aqui. Mentira, eles vinham de propósito. <laughs> de festa. E isso significava até quatro, cinco horas da manhã. Eu lembro que uma festa na minha casa, ninguém percebeu a hora. E eram onze horas da manhã do dia seguinte e ainda estávamos dançando, comendo, fa fazendo farra. Ah aí meu pai desceu. as escadas, e falou assim para mim, filha, são as onze horas da manhã. Eu falei, mas não abre as, porque vão perceber que o sol está alto e vão a querer ir embora. Então, seguia tudo fechado, toda a luzes acesa.
E a senhora quer contar do primeiro namorado nessa época?
Olha, eu fui muito sem vergonha. Então eu namorava com três e quatro ao mesmo Eu contava para meus pais. Meu pai falava, filha, um dia vão te pegar, te vão dar uma surra e eu não vou poder fazer nada. Mas era assim. eu estava com um sentada na sala, tocava o telefone. Aí minha mãe atendia, eu pela maneira como minha mãe atendia, eu já sabia que era outro para mim. Porque minha mãe falava assim, não está, não, não sei a que horas vai chegar. Não, ah, liga mais tarde. Então minha mãe desligava, olhava para mim e falava para um de seus irmãos. Mentira, eu sabia que era para mim, meu pai já ficava com dor de barriga, <laughs> já queria sair. Nunca me pegaram.

Nunca, nunca me pegaram.

Eu tinha vinte e dois, vinte e três anos quando conheci meu marido. Eu o detestava. Achava ele um chato de Onde vocês se conheceram? Em um escritório.

Eu era secretária da diretoria. E ele já era já estava fazendo estágio de engenheiro. Ele era engenheiro eletrônico. Ele já estava fazendo estágio de engenharia. Nossa, mãe, eu achava ele tão Tão chato. E E ele começou a pegar no meu pé. E começou a ir na minha casa e ele fez amizade com minha mãe, com meu pai. Minha mãe falava que ele era tão bonito, tão simpático, olhava para ele e falava, namora você com ele. <laughs> Porque eu não quero. Não quero, faz quarenta e três anos que estamos
Você não gostava dele, ele ia na sua casa? Mas
ele ia na minha casa, me atrapalhava a vida, porque tinha vezes que eu tinha compromisso e ele chegava. E a educação daquela época era assim, você re, uma visita chega e você não vai sair, né? Então eh, ele começou, começou, começou a ir. Aí chegou o a data em que meu irmão mais velho ia casar. Aí todo mundo ficou no meu pé assim, com quem você vai ir no casamento de teu irmão? Eu falei, ah, não sei, não faço ideia, ainda não decidi <laughs> a qual de todos eu vou convidar.
Escolher.
Escolher, porque era assim, cada um tinha seus convidados, então meu irmão falou para mim assim, você só leva um, tá? Porque imagina se eu levasse toda a cambada de amigos meus, não iam ter direito a convidar mais ninguém. Então, ó, você só leva um. Depois meu irmão me falava, não, eu falei um, pensando que você ia ir com uns dois, três, mas que não ia chegar lá com vinte. Então mas, aí eu comecei, nossa, só tenho um, a quem que que eu con vou convidar? Eu não decidia convidar. Faltava uma semana para o casamento.

E ele falou assim, não sei, ainda não fui convidado. <laughs> Aí

Não, falta uma semana ainda. Falei, eu ia convidar, mas, ou seja, me vi na obrigação de convidar ele. Meus irmãos já tinham falado demais. Aí, bom, é nessa noite do casamento do meu irmão que a gente começou a namorar. Depois disso, hum, já estava ficando feio. Mas eu não estava muito convencida, não. Só que aí, aí já realmente eh foi... Eu era muito independente. Era difícil, sabe?

Existe uma palavra em português para isso. Me Aí eu tinha meu carro. E antes de que ele chegasse em casa uma sexta-feira, eu pegava uma mala, jogava dentro do carro e me mandava.

Já namorávamos.

O que que eu faço com ele? Conversa com ele, vai. Eu Você não sabe onde eu estou. E eu não falava para minha mãe, porque eu tinha certeza que se eu falava, ele ia contar. Então, estou indo. Tchauzinho, para onde você vai? Quando eu chegar, quando eu parar no lugar em que eu quero, eu te telefono e aviso onde estou. Eu não telefonava, eu não avisava, nada. Aí minha mãe falou, mãe, porque mãe, eu preciso pensar e ele não me permite, não me deixa. Eu preciso pensar, saber se isso é o que eu quero. Porque eu nunca fui muito interessada em casar, sabe? Eu não, não, eu queria a minha liberdade. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha ido para Machu Picchu, tinha vindo a pular carnaval aqui no Brasil. Solteira, eu vim pular carnaval, eu não não queria nem saber de ficar presa. Aí eu estava organizando um viagem com umas amigas e íamos viajar para a Europa. Ah, não, eu fui a Machu Picchu antes dessa viagem. A gente falou assim, vamos a Machu Picchu, na próxima viagem já vamos aí para a Europa. Quando eu voltei de Machu Picchu para o hotel,

E eu viro Era ele. Tinha ido atrás de mim para lá. Por isso que eu fugia dele, porque eu sabia que ele ia ir atrás. <laughs>
E quanto tempo vocês ficaram namorando?
Eh espera aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Um ano e quatro meses entre namoro, noivado e casamento. E como foi no noivado? Foi difícil aceitar? Olha, nos dois meses de estar namorando, ele me deu um anel de brilhante de presente. Anel de brilhante lá no Chile, aqui o brilhante é mais barato, mas lá no Chile não tem minas de diamante, não, é caríssimo. Eu quase morri. Tanto que eu escondi esse anel, eu não me atrevia a falar para meu pai e minha mãe que ele tinha me dado um anel com brilhantes. Eu escondi o anel durante um tempão. Aí meus pais não sabiam. E e ele falou dele, ele hum quando estávamos, fazia três meses que estávamos namorando, ele já apareceu com as alianças. Nossa, eu não sabia. Ele Ele tomava decisões, não perguntava se eu queria. E Ele foi assim, sufocante, como eu te falo. Então E ele morre de rir hoje. <laughs> E E hoje ele continua. Igual, por exemplo, hoje, estou falando que vou vir para cá, faz uma semana que eu estou falando, e todo mundo, mãe, o que que é isso, meus filhos? Eu não sei o que é, eu sei que tenho que ir a falar lá. Aí ele ontem falou para mim, eu vou aí com você, porque ele hoje estava de folga, falou, vou ficar sozinho aqui em casa o dia inteiro, eu vou com você. olhei para ele, eu falei, está bom. Aí não podíamos vir de carro, porque era um dia da nossa placa. Meu filho mais velho, mais velho dos homens, trabalha aqui pertinho. Então eh eu tinha esperança de que ele nos desse me desse carona. Ele falou ontem para mim, mãe, eu vou sair seis horas da manhã amanhã. Ele é publicitário e trabalha em uma agência de publicidade e tinha que terminar um trabalho. O computador dele aqui ontem no escritório falhou. Teve que ir em casa, a trabalhar em casa. Ele falou, mãe, eu vou sair seis horas da manhã. Eu falei, ah, o que que eu vou fazer na rua seis horas da manhã? louco...Falei, como é que eu vou para lá? Ah, mãe, pega o ônibus, qualquer um, e depois você pega o e desce aqui na porta de casa.

Ele falou, eu vou com você. Aí eu falei para ele, nós vamos de carro. Eu falei, vou de ônibus. Ele não gosta muito de andar de ônibus. tem problema, ele teve, foi atropelado, teve um problema, usa bengala, né? Aí, está bom, falou, vamos. Vou fazer o quê? Vou ficar sozinho aqui em casa? Nada, ele fica, só que ele não gosta. E eu acho que, no fundo, ele não não confessa. Mas ele estava curioso para vir a ver de que se tratava, com quem que eu ia falar, <laughs> como que era.
E conta um pouquinho, como foram os preparativos para o casamento?
Uma
Três dias.
Três dias de casamento. Foi ah foi uma festa enorme. Porque muita gente de Talca, que é a cidade nossa, muita gente de Valdívia, a cidade de meu pai, minhas tias, meus primos, todos vinham de lá do sul. Então, foi assim eh... Foi em casa, nesse tempo ser em casa.

O buffet, minha mãe contratou um buffet, só que na cozinha do buffet foi preparado o jantar, com as coisas que minha mãe colocou, porque chegaram cordeiro, chegaram vaca, peru, pato, ganso, gato, cachorro, de tudo. Imagina, em Santiago, em uma casa de tamanho normal, porque em Talca tínhamos uma casa de tamanho gigantesco, em Santiago era um sobrado de tamanho normal. Então, o buffet que minha mãe contratou para os salgadinhos, para os antepastos, falou com os cozinheiros e mandou toda a bicharada para lá e prepararam tudo lá. Por isso que tinha no dia seguinte comi almoço para sessenta pessoas, jantar para não sei quantas, seguiram dançando na noi na noite e no terceiro dia ainda tinha comida. Então, em casa não se preparou nada, foi tudo para fora. Só o vestido da noiva. E o os homens todos alugaram roupa, porque lá no Chile eh se usa muito o que se chama chaqué, que seria... Aquela roupa aqui chama casaca. Aqui chama casaca a roupa de noivo, hum, a roupa de mestre de, de mestre de or, de maestro, de orquestra. Tudo é casaca lá no Chile, não. A roupa do maestro de orquestra é uma, a roupa de noivo é outra. A roupa de noivo é assim. Vai o rabo para lá, vem redondo aqui. A roupa de maestro de orquestra é assim, cortada aqui, daí sai o rabo.
Então eh... e aí vocês casaram e e eh montaram uma casa no Chi ãh na lá em Santiago?
É, em Santiago. Meu pai tinha dado de presente para nós, quando ficamos noivos, um terreno. E meu sogro ajudou com o dinheiro da construção da casa. Eh essa... como que era essa Essa casa foi vendida, era uma casa enorme, de grande, eram oitocentos metros mais ou menos de terreno e a casa muito grande, muito grande. Para a época, para ser um casal novo, era uma casa grande, perto da casa dos meus pais e dos meus sogros, porque éramos todos do mesmo bairro. Então era perto, era mais ou menos no meio do caminho. A casa do meu pai estava aqui, a casa do meu sogro lá, e a casa nossa foi mais ou menos no meio do caminho, um pouco afastada para cá.
E como que era o cotidiano do casamento? Vocês continuaram trabalhando juntos? Sim
Não, não, não. Meu marido já tinha mudado, tinha saído de Quando a gente casou, meu marido já tinha saído da Philips e trabalhava na NASA. E eu eu continuava trabalhando em Philips. Porque lá no Chile é difícil mudar de emprego, pelo menos nessa época. Eh Eu não sei hoje. Mas nessa época era difícil. Eu trabalhei em Philips chilena uns doze anos. nos doze anos. Ele não porque ele depois que fez o estágio na Philips já se formou e aí foi trabalhar na NASA e ele ficou anos e anos e anos na NASA também.
E como que era o cotidiano do casamento da casa?
Eu acho que é normal, não tinha grande coisa. A NASA, a Estação de Rastreio de Satélites, ficava no meio da cordilheira, então vinha uma caminhonete todo dia, uma, não era caminhonete, lá se chama caminhonete, aqui seria uma perua, ah hoje seria uma van. Só que americana da Chevrolet, Osmobil, dessas coisas enormes que os gringos usam. E passava a pegar por bairro. Todos os que trabalhavam em um bairro, outros que trabalhavam em outro bairro, iam para a cordilheira, porque a estação de rastreio ficava no meio da cordilheira. cedo, era famosa, a van que passava <laughs> a pegar meu marido, porque ele apitava, tocava a buzina, ele já estava pronto, descia, então servia para acordar o resto do bairro, nossos vizinhos, e aí meu marido tinha os feriados americanos, Então, eh o dia que, por exemplo, quatro de julho, para meu marido era feriado. E lá no Chile, não. Então, a caminhonete não ia pegar ele. Aí todo mundo ficava dormindo, <laughs> esperando a caminhonete. <laughs> A caminhonete não chegava. Todo mundo perdia a hora, vê se pode. <laughs> Agora, quando estávamos todos dormindo, dezoito de setembro, que é nosso feriado, estava todo mundo dormindo, a caminhonete chegava a pegar ele, e buzinava, acordava todo mundo, que tem esse dia era folga de todo mundo, acordavam todos por causa da caminhonete, sabe? Foi engraçado. Eu ia trabalhar na Philips, Aí ele chegava cedo, porque a caminhonete era passava muito cedo para os padrões chilenos. Porque lá no Chile o sol sai tarde, a cordilheira tampa ele, então o sol sai de trás da cordilheira dos Andes. Então eh lá no Chile, sete, sete e meia, que o sol está começando a aparecer. Aí, os escritórios lá no Chile começam às nove horas da manhã. Ninguém ah vai antes a trabalhar. Só que ele trabalhava às sete horas da manhã, já estava na cordilheira. A caminhonete passava às seis e meia. <laughs> Por isso que ele acordava o bairro, aí que a turma levanta, vai tomar banho, vai tomar café. Nós já tínhamos, estávamos prontos. Eu entrava oito e meia em Chileno. Aí ele chegava às quatro horas da tarde, já de volta, já ele estava, quatro horas da tarde estava entrando em casa. Aí, não, saía quatro horas da tarde de lá, dez para cinco, mais ou menos, estava entrando em casa. Aí ele entrava, pegava o telefone, e o primeiro que fazia era me telefonar para o escritório.

Olha, era o relógio de manhã, era o relógio tarde. Aí eu saía do escritório às seis e meia, ele ia me pegar. Normalmente, porque aí ele pegava o carro, já ia me pegar. Eu não ia trabalhar de carro, não. Eu tinha um ônibus que passava na porta de casa que me deixava na porta do escritório. Eu nunca, hum, eu tinha carro e dirigia desde muito nova, porque meu pai nos ensinou a dirigir a todos desde muito novo. Eu com onze, doze anos, eu já sabia dirigir. E meus irmãos também. Então... eu nunca gostei muito de dirigir. Tanto que aqui eu tive carro até que precisei carregar filhos para a escola, para judô, para natação, para o inglês e para não sei o que mais. Quando todo mundo fez dezoito anos, eu vendi meu carro e não quis mais saber. Não gosto de trânsito, me canso, fico nervosa. Ah, não, para quê? Se no ônibus eu posso até dormir. E o metrô? O metrô, para mim, é a oitava maravilha. Rápido, seguro, sem sinalero, sem nada. Então né, eu não ia trabalhar de carro. Eles pegavam o carro, quando chegavam, iam me pegar. Aí a gente era continuavam muito bom de festa né, continuávamos. Olha, tinha dias que eu ia trabalhar assim, chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa e ia trabalhar. Porque ficávamos na farra a noite inteira. E
E você teve quantos filhos?

Uma menina e dois rapazes. Logo que se casou? É. Minha filha mais velha nasceu no dia que eu cumpri nove meses de casada. E os outros dois... Um nasceu um ano e quatro meses depois e o outro nasceu quatro anos depois.
E vocês ficaram morando com eles lá em Santiago? Eles iam para a escola, tudo lá em Santiago? Ah, sim

Iam para a escola, só a mais velha. Porque nós chegamos aqui com a mais velha... É, espera aí, deixa eu ver como que são as coisas. Já a mais velha fez quatro anos em novembro. Hoje é o aniversário da mais velha. O quatro de novembro. No seis de março, nós chegamos no Brasil. E no dia vinte e dois de março, fez três anos o segundo. O terceiro já nasceu aqui.
Como que foi essa mudança?
Ai, horrível. Horrível. Foi assim. Nós estávamos nos Estados Unidos. Meu marido mandava pela NASA. E no Chile eh saiu de presidente Allende, que era de esquerda e que se supunha que ia dar muito problema para gente que trabalhava com com relação aos Estados Unidos. Então meu marido falou, nossa, vai complicar a vida para nós empregados da NASA.

Eu vou convidar a jantar um amigo meu, que é um dos diretores do BID, Banco Interamericano de. E vou te convidar. Vão vocês também ne nesse jantar para ver se você acha que vai ter problemas no Chile. Vamos começar já a nos mexer.

E a gente foi no Chile, liquidou algumas coisas. e viemos a morar
Nos Estados Unidos, vocês estavam de férias?

Trabalho Meu marido estava trabalhando na NASA.
Mas lá nos Estados Unidos lá
Nos Estados Unidos Washington. Não, nós fomos muitas vezes para os Estados Unidos. Aí eu já não trabalhava mais, justamente por isso, porque se eu trabalhasse, eu não podia acompanhar ele.
Ficava um tempo lá e ficava um tempo no Chile.
Isso, oito meses lá, dois meses no Chile, dois meses lá, voltávamos um ano
No chile e o seus filhos juntos também?
Ah, sim. Para onde ia um, ia todo mundo. Só minha filha mais velha, que em uma viagem ficou no Chile, porque íamos por um mês, eu pensei, não, não vou levar ela. O segundo não tinha nascido ainda. Não vou levar ela. Mas aí foi mais um mês, foi mais um mês, eu falei, não pode ser. Aí liguei para minha mãe, colocaram a menina num avião e nós pegamos ela em Washington e pronto. <laughs> - transcrição normal - Acabou o problema.
<laughs> E daí de de um dia para o outro, depois desse jantar vocês vié vocês tiveram que mudar para o Brasil?
Aí meu marido foi falar, porque era a verdade é que foi outra história também, fora da história do agente. Tinha outro problema mais sério ainda. estavam exigindo que meu marido se naturalizasse americano. E meu marido não queria se naturalizar porque nós sabíamos, e nessa época era a guerra do Vietnã, e nós sabíamos que a maioria da gente que se naturalizava eram os primeiros que mandavam para o frente. Vários colegas do meu marido da NASA não voltaram. Dois ou três, pelo menos que ele ficou sabendo. Meu marido falou, não, eu não quero isso. Ué, o que é isso? Vou ai a brigar por causa de besteiras dos americanos? Eu não tenho nada a ver com isso, com essa guerra. E a gente saiu no Chile e ia ter problemas. Foi aí que co nós começamos a conversar com a gente. Meu marido falou com esses amigos nossos e falou assim, gente, estou preocupada, eu vou voltar para o Chile, eu não sei se vou ter trabalho na NASA, não sei para onde vou ir. E eu não quero ficar aqui porque não quero me naturalizar. Foi aí que esse amigo nosso falou, eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. E o que ele fez foi muita coisa. Estamos aqui até hoje.
<laughs> Qual foi a sua primeira impressão quando ce che você chegou no Bra
Olha, eu vim para o Brasil muito animada, porque eh hum eu já tinha estado aqui, eu gostava. Carnaval, para mim, eu achava que o Brasil era carnaval o ano inteiro. E fe festa é comigo. Então <laughs> eu vim muito animada. Só que tive muitas dificuldades. Nossa, como foi difícil. Gente, eu não falava uma palavra de português. Duas crianças, uma de quatro anos e outra de três anos. Não podia tomar empregada, eu não estava acostumada a fazer nada. Eu não podia tomar empregada, e eu pensei que podia trazer minha empregada do Chile, não podia trazer, ia ter problema de residência. Nossa, foi uma... Nós não tivemos problema de residência porque viemos com residência de lá já, por isso que viemos os quatro juntos que você me perguntou. Porque nós já vínhamos, como ele estava com contrato de trabalho, para nós não foi difícil conseguir residência brasileira. Nós já chegamos para fazer o RN aqui. Nessa época se chamava modelo Aí... eh maior não falava uma palavra de português. As empregadas fa isso ai.
Em que ano? Se
As empregadas mal falam português, imagina se iam entender meu espanhol. Foi horrível, horrível. Eu não sabia fazer nada, nada. Bom, até hoje eu não sei fazer grande coisa. Minha empregada que diz que eu até para fritar um ovo preciso de receita. Tudo para mim é com receita na mão. Eu cozinho, faço tudo. Mas as minhas receitinhas <laughs> tá lá Então, eh não sabia nada. Quem sabia cozinhar era meu marido. Meu marido que me ensinou. Mas eu tive umas experiências terrível Hoje em dia dá para rir. Mas naquela época eu chorava. E como chorava. Os cortes de carne. Compras eu sabia fazer. Eu sabia fa ir no açougue. Eu sabia ir no supermercado. Eu sabia que era o que tinha que comprar para dentro de casa. Mas cheguei aqui o corte da carne é totalmente diferente ao corte nosso. Eu olhava a carne e não reconhecia nada. Nada, nada. Tudo era diferente. Que horror, ir a comer bife todo dia com salada. Eu não sabia fazer nenhum arroz, feijão, imagina. Então né porque para mim hoje o mais fácil de fazer é arroz. Bom, naquela época nem isso eu sabia fazer. Aí, eu tinha uma faxineira de dia sábado, que era o dia que meu marido estava em casa, ele já trabalhava, ele falava um pouco mais de português do que eu. Aí um dia eu falei para a faxineira, que era uma senhora já, meia de uns sessenta anos, uma coisa assim, E o mes meu português maravilhoso, eu falei para ela que eu queria parar de comer bife. Eu já estava cansada, enjoada de tanto bife. Meu marido, peixe só sem espinhos. Se tem espinha, meu marido já não come peixe mais nunca.

Falei para ela, que carne que eu podia comprar para fazer no forno ou na panela para acompanhar um macarrão, alguma coisa. Ela olhou para mim e falou, lagarto. Quase tive um ataque <laughs> Cheguei no quarto e falei para Roberto, Roberto, aqui comem lagarto. Ah, não, falou, você deve ter entendido mal. Ela falou clarinho, o lagarto <laughs> repetiu duas vezes para mim, mas vai você perguntar para ela. Ai ele não foi Aí eu falei para ele, não me leva em um restaurante italiano nem morta, porque ela falou que era a carne que faziam com macarrão. Ele foi na cozinha e falou assim, Dona Maria, como que se chama a carne que a senhora falou para minha esposa? Ela falou lagarto, senhor Roberto. Ele voltou e falou, é lagarto mesmo. Nem imagino não como isso, nem que me matem. Morro de fome, mas não como lagarto.

Depois de muito tempo, um dia eu entrei numa soja comprar meus clássicos bifes contra filé. Eu conhecia a carne contra filé <laughs> Quando de repente eu vi um pedaço de carne pendurado assim, bem parecido com a carne nossa com um corte de carne no osso. Aí olhei para ele e falei, essa carne aí serve para o forno, para a panela, serve? É essa carne que se usa para i E como se chama lagarto? Aí olhei para o açougueiro e falei, é de vaca, né? Ele falou, é. Só que aqui a gente não vende carne de vaca, só vendemos carne de boi. Aí olhei para ele e falei, por quê? Fazem discriminação aqui <laughs> Ele falou porque o boi é mais macio. A vaca é mais dura. Que interessante. Fiquei sabendo de duas coisas no mesmo dia. Aí comecei a comprar lagarto, depois já comecei a conhecer outras carnes. Fiz amizade com esse açougueiro que era perto da nossa de nosso apartamento. Aí comecei a explicar para ele que eu estava tão cansada de comer bife, que eu queria outras carnes, que que podia... E ele muito pacientemente começou a me ensinar. Aí eu perguntava para a faxineira de dia sábado como podia preparar as carnes. e comecei a aprender a cozinhar. Aí eu já tinha engravidado meu terceiro filho e falei para ela que eu queria uma empregada de confiança porque eu ia ir a ganhar neném. Como que eu ia fazer com os outros dois meninos? E ela me ofereceu uma filha dela. Aí eu já também já falava um pouco mais de português. Aí veio essa moça a filha dela trabalhar conosco. Até que casou, ficou comigo. Eu tenho muita sorte com as empregada aqui. A que eu tenho agora tem uns dez anos comigo.
quem foram os primeiros amigos que vocês fizeram aqui no Brasil?
Chilenos.

Já conheciam lá?

Meu marido, ele vinha do Rio e chegou a trabalhar na firma, vinha transferido do Rio para cá na firma que meu marido trabalhava, engenheiro também. Ah, tudo isso meu marido veio para trabalhar no projeto da de eletrificação da Transamazônica, só que não ficou nem um mês, porque era para ir trabalhar lá, no terreno. Ele falou, imagina que eu vou levar minha mulher e meus filhos para morar lá no meio do mato, nem que a vaca tuça. Se demitiu rapidamente, mas também começou a trabalhar.
E conseguiu outro emprego?
Rapidinho, rapidinho.
Aí vocês, os os melhores amigos eram chilenos também?
Eram chilenos, eram os únicos amigos. Eles tinham vindo para o Brasil primeiro e estavam no Rio. E do Rio foram transferidos para cá. Ele trabalhavam no Chile numa firma brasileira. Foi mandado para trabalhar no Rio, no Internacional de Engenharia, se chamava. E daí veio para cá, para São Paulo, meu marido chegou em casa e falou, chegou um chileno a trabalhar lá na firma. Ai, falei, não acredito. Porque a tudo isso, sabe, isso foi uma coisa terrível para mim. Porque de sexta-feira lá no Chile, nós não estávamos nunca em casa à noite. E saíamos muito com meus irmãos. com minha cunhada, os três casais, mais outros amigos. E nós éramos tão bons de farra que tinham amigos que chegavam na nossa casa uma hora da manhã. O que estão fazendo? Estão deitados. Estão doidos. Vamos embora. A gente se trocava de roupa nessa hora e saía. E aqui aquela vidinha terrível, cuidando de só filhos, sem sair a parte alguma. Aí conhecemos esses chilenos que eram bem quietos. Somos amigos até hoje, mas são quietos eles. Não eram tão doidos como nós. Não desgrudavam dos filhinhos deles para nada. E eu largava os meninos, eu me mandava. Aí conhecemos outros chilenos muito rápido que estavam vindo. Estavam chegando, esses aí estavam chegando. Isso em novembro Nós tínhamos chegado em março. Eles estavam chegando e vinham... Tinham conhecido meu irmão mais velho no Chile, eu não lembro como. E meu irmão mandou revistas, mandou fotos, mandou um monte de coisas com eles. Aí conhecimos eles, eles estavam chegando. Olha a sorte deles. Chegando aqui, já conheceram chilenos na hora. Também somos amigos até hoje.

Aí essa era mais eh Animada. Animada.

E ela era mais eh Ela largava os filhos também Eu lembro que um dia ela falou, vamos jantar fora. Eu falei, mas como que eu faço com a criança? Deixa dormindo. Eu falei, nossa.

Se tu tá para jantar, não vamos demorar tanto assim. Tá bom, vamos. Eu apenas consegui jantar, mas fiquei firme e forte lá. Quando chegou a hora de sair do restaurante e vir embora para cá, o carro não pegava. Não pegava, não pegava, não pegava, não pegava. Nossa, que nervoso.

Peguei um táxi e me mandei. Não passaram cinco minutos e ele chegou. Eu acho que o carro não pegava de tão nervoso que ele estava. Chegamos em casa, as crianças dormindo, felizes da vida. Se fosse hoje, eu creio que as vizinhas me denunciam e me levam presa. <laughs> Ou tiram as crianças de mim e levam para sei lá para onde. Como se chama? Bom, não tem importância <laughs> Mas tiram as crianças de mim, mãe desnaturada, pai desnaturado. O que eu fiz? No dia seguinte, eu contei para minha filha mais velha, que tinha quatro aninhos. O papai com a mamãe saíram ontem de noite. E a gente ficou aqui sozinhos. Ficaram. Nossa, passou uns quinze dias ela acordando toda noite, indo no nosso quarto e me tocava para ver se nós estávamos na cama. No primeiro dia que ela conseguiu dormir, que não foi no nosso quarto, no dia seguinte eu inventei para ela. Nós saímos ontem de noite. Jura, mãe? Juro. Mentira, e eu comecei a inventar. Ela parava de ir no meu quarto e eu falava que que nós tínhamos saído. Até que um dia ela chegou em casa e foi no meu quarto de manhã e falou assim, vocês saíram ontem de noite?

Mas era porque já estava preparada psicologicamente já. Aí começamos a sair toda sexta-feira, aham, sagradamente. Íamos a jantar, íamos em show, íamos a dançar.

Que lugares vocês iam aqui em São Paulo, .
Aqui em São Paulo. E nessa época íamos muito no no show que estava na Paulista. O cara agora morreu. Ai, como se chamava? Las mulatas de Sargentelli. Isso se chamava... Estava na Avenida Paulista, eu não lembro como se chamava. Sargentelli morreu faz pouco tempo. Íamos muito em Moema, em um restaurante alemão, que se comia maravilhosamente comida alemã e que se dançava, logicamente. Tinha diferentes orquestras. Cada meia hora mudava orquestra. Ai... Tinha um nome alemão. Acho que já não existe mais também, não. Bom, não lembro como se chamava, mas era era em Moema. E nessa época se usava muito na Avenida Ibirapuera, estava cheio de casas de samba. Mas cheio era moda, como agora está de moda o forró, naquela época estava de moda ir ah a a a uma casa, tinha um nome. Tínhamos um amigo, não me lembro, tínhamos um amigo espanhol, solteiro, que era bom de farra, pior que nós <laughs>

Tinha tinha uma casa que no olhávamos assim, parecia que não está muito bom o ambiente, íamos para lá do lado, olhá. Não tinha como. Hoje vamos no Andrade, não? Temos que ir a dançar forró. Vamos no Andrade, aí na Enrique Schaumann.
E aí, então, quando você chegou, você teve aquele sentimento que era terrível, mas depois de quanto tempo se sen você sentiu que <coughs> você já estava adaptada, já estava se sentindo mais... Não, passaram anos, gente.
Passaram anos. Demorou. A gente começou a ter mais ou menos a vida que tínhamos lá no Chile, mas eu sentia muita falta dos meus irmãos, do meu pai. Minha mãe já tinha morrido, mas do meu pai... Eu lembro que teve um ano que eu fui quatro vezes para o Chile para visitar meu pai.

Fomos em janeiro, juntos com a criança. Fui em abril, fui em setembro e fui em dezembro Aí em dezembro tudo junto de novo. Eu era a única filha mulher, meu pai sentia muita falta. Eu tinha quatro anos aqui no Brasil quando meu pai veio por primeira vez para cá. Ficou quatro meses comigo, falou, tá bom, um mês por cada ano que a gente não se via Aí foi embora. Nossa, quando ele foi embora, eu quase morri de novo. Meus filhos sentiam falta dele. Meus filhos sentiram muita falta de não ter família. Meu filho mais velho dos homens, que é o segundo, ele falava que ele detestava segunda-feira. Porque na segunda-feira a professora tem mania de perguntar, que que vocês fizeram, me crianças, no fim de semana? E todo mundo falava, fui para o sítio da minha avó, saí com meus primos, fomos no cinema com meus tios, com todos meus primos. E eles não saíam com ninguém, só com o papai e a mamãe. Ah, fui para a praia com meu pai, minha mãe e minha irmã. Fui para não sei onde com meu pai, minha mãe e minha irmã. E eles falavam, mãe, detesto segunda-feira. Até hoje ele fala, ele está com quarenta anos, agora ele fala, nossa, como era triste não ter ninguém. Aí nós íamos para o Chile todo, e lá primos, tios, avós, não sei o quê, eles não queriam voltar, o único que queriam era ir morar no Chile de novo. Pai, mãe vamos vir a morar aqui, vamos não sei o quê. E já estava a ditadura militar, já não tinha condições de de da gente voltar.
Então, vocês nunca quise nunca decidiram voltar?
Não, nunca pensamos em voltar. A verdade é que a gente nós tínhamos eh tínhamos claro, quando a gente veio para cá, a gente nunca pensou em que vínhamos por pouco tempo, que íamos voltar depois. Uma porque tavam o o quando nós viemos, estava um governo socialista. Nós não somos políticos de nada, nem de extrema-esquerda, nem da extrema-direita, nem direita, nem do meio, de nada. Nunca pensamos em voltar e era E tínhamos experiência de que nossos avós tinham vindo para o Chile e nunca tinham voltado para a Espanha. Meu marido é filho de minha sogra, era alemã. Então ele falava, meus avós vieram da Alemanha para cá, nunca voltaram também. Então a gente tinha essa experiência que a gente ia para outro país e ficava mesmo. Gostando ou não gostando, ficava. E eu gostava do Bra do Brasil, ele também, só que eu pessoalmente sentia muita falta da minha família, dos meus irmãos, muita falta de nossos amigos oh Eu vou para o Chile agora, minhas amigas são todas de quarenta. Outro dia eu conheci uma uma senhora, mãe de uma amiga da minha filha, e ela me apresentou uma amiga dela e falou assim, é minha amiga faz vinte e cinco anos. Eu pensei, grande novidade, minha amiga lá no Chile são todas de mais de
E aqui no Brasil, você nunca voltou a trabalhar com secretariado, né? Você cuidava dos seus filhos Tinha algum hobby, eh alguma coisa?
Olha, eu tive duas lojas de papelaria, assim, porque cansei de estar em casa. Mas também, quando tivemos essas lojas, eu pensei que ia ser um hobby. Mas eu vi que o comércio não tinha nada de hobby, não. Tem que cumprir horário, tem que ter o que os clientes pedem Depois de três anos, eu vendi as duas papelarias porque não tínhamos conseguido nunca mais sair de férias juntos. Não podíamos nem fechar por férias. Porque os impostos continuam, o contador continua.

Hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho, faz muitos anos já que eu trabalho como tradutora.
De espanhol para português É
Não, ao contrário. De português para espanhol eu não tenho tanto conhecimento. Português eu posso falar mais ou menos, mas escrever, quem me manda escrever português? Pode ser que agora quando tirem todos os acentos que vão tirar eu corra o risco. Porque o que mais me atrapalha em português é a acentuação. Então eu trabalho as de português para o espanhol e do inglês para o espanhol ou do espanhol para o inglês. com português eu não tenho coragem.
E dos seus filhos, qual que eh como que foi a vida deles? então depois eles eh pa estudaram aqui em São Paulo?
São Paulo Estudaram em São Paulo sempre. E se formaram e e trabalharam. O que eles fazem hoje di Os dois homens são publicitários.

Minha filha estudou para tradutor e intérprete na faculdade ibero-americana. Se formou. Ela fez um trabalho de de intérprete simultânea com as Nações Unidas. Não gostou. Não gostou ser intérprete simultânea, não. Gostou de ser tradutora. Mas isso de intérprete simultânea quase ficou doidinha. <laughs> Então falou, não gosto mais dessa parte aqui, eu não gosto mais. Vou ser tradutora só. É tradutora até hoje. Só que ela é independente, ela trabalha em casa. E meus filhos, o mais velho dos homens, ele fez três semestres de engenharia na FEI. Não gostou, ele fez colegial técnico em eletrônica. Mas não gostou de engenharia. Olha, é assim, eu acho que as crianças não são nem preparadas para fazer outra coisa que não seja a mesma profissão do pai. Ninguém pergunta quer, não quer. Eles sentiram que o pai é engenheiro, engenheiro, e eles querem que ser engenheiro igual que o pai. Não pesquisam se para ver como que é, se é só o que querem, nem perguntam. Nem pergunta para o pai, pai, como é que funciona a coisa. Ele não gostou depois de três semestres na FEI. Ele falou assim, eu não sei o que eu quero mais. Tá bom, falei, para, nós vamos gastar uma fortuna, a FEI era uma faculdade cara, para você terminar em uma profissão que você não quer, e que disso depende a sua vida inteira, porque eu acho que trabalhar é uma coisa que a gente não gosta trabalhar é castigo, agora trabalhar em o que a gente não gosta. Já ai já é uma tragédia, já isso é suicídio.

Falei, mãe, você vai trabalhar em alguma coisa, eu não quero nem saber, eu que não quero ter gente enfiada dentro de casa. Filho, o único que faz quando está dentro de casa é abrir a geladeira o dia inteiro para ver o que tem de comida lá dentro, sabe? Então eu falei, não. Um negócio é o seguinte, vai ir a trabalhar, não sei em que, mas vai trabalhar, você e seu irmão, porque era nas férias de junho, de julho, e a gente não ia viajar para lugar nenhum. Eu falei para meu marido, vamos mandar trabalhar os dois, não quero nem saber. Meu marido olhou para mim e falou, mas como? Em que vão trabalhar? Não sei, preciso descobrir. Em que podem trabalhar? Um rapaz de dezoito anos e um rapaz de Aí né no dia domingo, meu marido olhando lá o estado de São Paulo, ele falou assim, olha, está abrindo um McDonald's aqui a dois quarteirões de casa. Falei, McDonald's? Mas também isso aí já é judiação Falei, como que eu vou mandar trabalhar no McDonald's? Também não é assim. Ele falou, mas é dois quarteirões daqui de casa. Essa parte está boa. Falei, mas não sei. Perguntei para ele. Ele falou, ah, nós vamos, mãe. Não se preocupa, não. Falei, mas eu acho que vão ter que varrer calçada, que passar pano no chão, limpar banheiro, porque eu sei que o McDonald's lá nos Estados Unidos está cheio. Aí ficaram pensando, vamos ir a ver se realmente tem que fazer tudo isso. Foram, foram contratados. O mais velho, como já estava na faculdade, foi direto para o caixa, não teve que passar por nada disso. Ele falou, mãe, vou direto para o caixa. Falou inglês, tinha que atender colégios eh que falam inglês, a professora vem com a criançada para praticar, não sei o que, pronto. Aí o caçula estava, não sei em que série estaria, tinha quatorze anos, não sei. Oitava série Oitava, por aí deve ser, não? Ele falou, mãe, eu acho que eu vou ter que fazer tudo isso que você falou, mas se tiver que fazer, não fico. Ele detestava quando mandavam ele a varrer calçada Se fosse dentro da loja, estava tudo bem, mas na calçada ele detestava. As menininhas amigas dele do bairro passando por aí. Mas ele falou que sabe de uma coisa, mas vou ficar todo mês de férias lá. Depois eu me retiro, eu me demito. <sighs> Bom, o caçula ficou, a verdade é que ficou até o fim do ano. O outro ficou mais tempo, ficou como um ano lá e trabalhando no McDonald's, ele falou, e conversando com os gerentes e com não sei o quê, ele falou, mãe, eu vou fazer administração de empresa. Tudo bem. Foi fazer administração de empresa na Iberoamericana, que é um passo da minha casa. Mas ele se dedicou mais a ser eh Espera aí. Ah, esqueci a palavra agora. Não é conta, auditor. uhum Se dedicou mais a na à auditoria. Ah, tudo isso meu filho Caçula terminou o colegial. Eu falei, você, o que vai fazer? Eu não vou fazer faculdade mãe Falei, você quer que teu pai tenha um ataque? Não, calma, eu tenho uma explicação para isso. Ele foi sempre muito bom de desenho, de... inventar coisas arte trabalhos manuais, ele inventava, fazia naves espaciais, saiam voando pela janela, vela, com palito de dente, fazia os pés das naves espaciais. Eu falei, o que você pretende fazer? Mãe, o que eu quero disso? Um monte de anos atrás, né? Está com trinta e seis anos agora, tinha dezoito, faz Ele falou, mãe, se eu fazer o que eu quero, eu vou ter que estudar artes plásticas. É muito grande para mim. Eu não quero ser artista plástico, não. Eu quero ser eh Eu quero trabalhar com efeitos especiais para televisão. Eu quero fazer laboratório de revista em quadrinhos. Eu quero esse tipo de coisa. Artista plástico... para aproveitar dois pedacinhos, vou passar cinco anos na faculdade e não quero. Então, eu falei, mãe, como que se faz isso então A mãe, eu não sei, não te preocupe, eu vou descobrir. Veio um amigo deles de Curitiba, que trabalhava na Rede Globo em Curitiba. Ah, tudo isso, meu filho, vá fazer vir o exército. No exército não quiseram soltar ele porque ele era o que fazia lá eh os trabalhos, tudo o que fora desenho de retratos falados e não sei o quê e não sei quanto. Aí ele mostrou, ele fez uma revista em quadrinhos. Ele fazia revista em quadrinhos desde pequeno, com a história de vida dele. A professora o professor, a escola, os colegas, ia fazendo, ia escrevendo, e desenhava e escrevia. Quando estava no exército, ele fez uma revista em quadrinhos do exército. que o exército confiscou <laughs> Ficou com ela porque falou que essa revista não podia sair na rua, não podia mostrar para ninguém, porque eram coisas particulares do exército. Com um sargento, com um capitão, com não sei quem, com não sei quanto, ficou no exército. Aí ele veio esse amigo nosso, amigo deles, melhor, de Curitiba,

Eu te dou trabalho na Rede Globo para você trabalhar com computação gráfica. Meu filho ficou olhando para ele e falou, não lembro como se chamava o rapaz. Falou, mãe, não ve eu conheço computador só por fotografia. Você aprende. Mas como eu vou aprender? Para mim isso é um negócio muito esquisito, muito difícil. Eu não quero saber disso. Vai. Você não quer fazer efeitos especiais para a televisão? Você não quer fazer laboratório de revista em quadrinhos? Vai comigo para Curitiba. Nossa, eu quase morri. Um menino, para mim era um menino. Já tinha dezenove anos. Com dezenove anos está todo mundo trabalhando, mas na minha mentalidade de chilena, não. Podia trabalhar meio como brincadeira, ir a dois quarteirões de casa, mas não. Ir a Curitiba ainda por cima. em um ambiente com muita droga, muita coisa, eu achava, né? E a verdade é que é. Porque meu filho contava como que as drogas transitavam pela frente dele a ir aos clientes cheirando com com canudinho de refrigerante, eu queria era morrer. Mas ele foi também. Quem sou eu para proibir um filho de ver suas possibilidades? Olha, ele trabalha com computação gráfica até hoje, só que logicamente agora estudou, fez curso, não sei o que mais. Mas apesar disso, os comandos do computador são todos meio assim, na memória, porque ele não entende muito. Cada vez que tem um problema com o computador, chama o mais velho. E o mais velho trabalhava com auditoria. Aí meu filho Caçula falou para ele, você não quer vir a conver a trabalhar comigo? A gente monta uma firma de computação gráfica, de publicidade, não sei o quê, não sei quanto. Trabalha como publicitário hoje, com computação gráfica. Essa é a especialidade dele. Então ele tem os programas, eu não entendo absolutamente nada. Eu faço tradução no computador, mas só tradução, não entendo nada. Até para abrir os e-mails tenho dificuldade.

Esse grupo de como que é? Quando que você conheceu esse grupo? Como é que foi isso?

Eu falei, mas o que que elas fazem? Ela falou, ela não soube me explicar muito bem o de que que se tratava. Ela tinha ido na primeira reunião um Mas era no Consulado do Chile, que fica a dois quarteirões da minha casa, dois, três quarteirões da minha casa. O Consulado do Chile tá à frente da tê vê Gazeta. Eu falei, bom, é tão perto, vou, né? Vou já ir, tá bom, falei, eu vou já ir. E assim foi como eu cheguei lá. Entrei na sala em que estavam, olhei para todo mundo, não conheci ninguém.
Quando foi isso?
Isso foi em março de do dois mil e sete, que foi quando começou. Porque tudo começa sempre para o oito de março, que esse é o Dia Internacional da Mulher. Só que eu não fui na primeira reunião, nem sei se a primeira reunião foi no oito de março, porque são de quarta-feira as reuniões. Então, se não eh se não cai oito no na quarta-feira, pode ser no nove, pode ser no . Sete eu fui na segunda reunião, na primeira eu não fui.
E foi assim como eu cheguei lá. Entrou, daí você falou?
Entrou, entrei e estavam quinze mulheres, sei lá quantas eram. Todas olharam para mim assim e olhei para todas elas e não conhecia nenhuma. Suave, essa minha amiga que tinha me ligado e falei boa tarde, buenas tardes. Que engraçado. É tão estranho entrar em um lugar onde você não conhece ninguém, que sabe que todos falam a sua língua. Mas eu não conhecia ninguém, ninguém. Eu não sabia que existia tanta chilena em São Paulo que eu não conhecia. E foi assim como eu cheguei lá. É hum, és um grupo bem agradável. Se trabalha, digamos, um pouco psicológico, um pouco no psicológico. Cada uma contou suas próprias histórias, suas... Eh, suas... Ai, como se fala, gente? lições de vida, seus problemas, muitas com problemas, muitas sem problemas, muitas sofridas. A maioria das mulheres de lá saíram do Chile na época do da ditadura militar, que não era meu caso. Então, contavam coisas que eu não vivi no Chile, falavam de coisas que eu não vivi, que eu não conheci, e que para mim eram novidades. Talvez foi por isso que fui ficando, fui ficando, fui ficando, até que acabou o projeto, eu fiquei até o fim.
E agora continua encontrando ela?
Bom, nós formamos algumas dessas, formamos um novo grupo. que se chama Já Somos Parte. Hum. Ãh Começamos em nesse segundo semestre.

para formar esse grupo. Elas começaram quase um ano antes só para formar um grupo nosso. Acho que elas agora estão querendo formar um novo grupo de chilenas somos parte. Não, não te essa parte. Mas elas foram treinadas para isso. E nós, não, nós com o que conseguimos aprender fazendo em nesse grupo, não te à parte, estamos arranhando com esse segundo grupo aí, com esse novo grupo que que se desmembrou. Se fala assim? Uhum.

<laughs> De repente, que se desmembrou do outro.
Eh qual o seu sentimento que esse nome? Notei que eh Não te queres a? é, tu Não te queres a parte? Tem a ver um pouco assim com como o Brasil, o país, também recebeu essas essas mulheres. Como você se senti sente e se se sentiu sempre recebida pelo país?
Muito bem. Eu me sinto muito bem. Hoje em dia eu sou feliz no Brasil. Parei de de chorar faz muito tempo. Adoro ir para o Chile, mas eu não voltaria a morar no Chile. Não voltaria. Eu acho que hoje o chileno de hoje é bem diferente do chileno da minha época. E, ai, eu estou muito bem aqui, meus filhos não iriam a morar no Chile por nada, não se sentem chilenos. Isso vai ser escutado pelas mulheres lá, vão querer morrer quando escutem isso. Mas meus filhos não se sentem chilenos, pelo contrário, se sentem totalmente brasileiros. Não tem nada a ver com os chilenos.

Era a verdade. Não sabem dançar cueca, não gostam do folclore chileno. Meus filhos não gostam de nada disso. Nada, nada, nada disso. Acabei de falar espanhol. Sabem falar espanhol. Sim, muito bem. Minha filha faz traduções para o espanhol também. E do espanhol para a fora eh para os idiomas que ela fala. Mas... Não tem nada a ver com o Chile, nada, nada, nada. Meus netos são todos brasileiros, os três, só tenho três netos, e só.
E você, se vê meio chilena, meio brasileira, <coughs> vive totalmente chilena hoje?
Não, meio chilena, meio brasileira, e eu diria que não, não vou falar isso. <laughs> Não vou falar isso porque vão me matar, fico
<laughs> pode falar, não tem problema.
Não, as mulheres lá que vão escutar isso morrem. <laughs> Então fico quieta.

Tem muitas histórias, não dá para falar todas, é, mas quais as principais lições?
Olha, a lição de vida principal para mim é essa união da família. A união da família, tanto de minha família como solteira, que isso eu não sei porque fomos tão unidos. E a união de família que eu aprendi estando aqui, vendo o fato de morar longe de todo mundo, de não ter aqui pai, mãe, sogro, cunhada, tia, não ter ninguém, ter criado meus filhos sozinha com minha maneira de pensar, Sem intervenção de ninguém. Porque eu via, quando eu ia para o Chile com eles pequenos, eles falavam assim, mãe, eu posso ir para tal lugar? Eu falava, não, não podem, porque nós vamos ir a tal lugar todos juntos. Aí vinha a sogra que falava, deixa ele, tadinho. Para que que você vai levar a ver as tuas tias velhas? Que interesse tem

E eu deixava. Eu falava, está bom. Meu marido queria brigar e eu falava, não, deixa. A gente vem para cá só por um mês, não vamos brigar. Depois chegamos no Brasil, entra todos nos eixos de novo. Então, eh a união de nossa família é a principal lição de vida que a gente tomou. Estamos sempre juntos, meus filhos trabalham juntos. Minha outra filha não trabalha junto com eles, mas sempre que tem uma dificuldade, alguma coisa, liga para os irmãos, os irmãos solucionam. Porque minha filha, fora de ser tradutora, trabalha como, que chama ela, desenho de álbuns fotográficos, de coisas assim, e sempre está pedindo a opinião dos irmãos para isso. Então, nossa, eu acho que se tivéssemos ficado junto com toda a família, nós seríamos tão unidos como somos, sabe? Eu vejo que eu vou para o Chile, minhas amigas de cinquenta anos atrás, que nos casamos todas na mesma época, engraçado. Todas se separaram, os filhos vão uns para o lado do pai, outros para o lado da mãe, não sei o quê. E como que você se sente contando um pouco da sua história hoje? Acho tão engraçado. Eu antigamente contava todas essas histórias e chorava. <laughs> <laughs> Hoje eu dou risada. Já ficaram tão para trás essas histórias que eu acho até ridículo da época em que eu